Para começar, eu vou pedir para a senhora falar o seu nome completo, o lugar em que a senhora nasceu e a data na qual a senhora nasceu.

Eu nasci eh no no Seringal. Eh

Sou. E qual é essa história de nascer no Seringal? É. Conta para a gente. Oh
Olha, ah no Seringal, né? Eu morei no Seringal, eu eh eu andava muito com meu pai, cortava seringa com meu pai no tempo que ele era vivo, né? Então aí eu gostava muito, como gosto hoje de trabalhar, né?
E sua mãe teve você no seringal?
Foi, minha mãe me teve no seringal. O que
alguém ajudou

Quem quem partejou com ela, que me pegou, como diz, né, eh foi uma nora dela, é, uma nora da minha mãe. estava trabalhando

começou a sentir as dor, as dor, as dor eh E aí ela não era parteira, mas era um seringal, né? Tinha que fazer a vez da parteira, né?
Era.
E aí eu sei que me pegou minha eh essa minha mãe, de que chamam, né? Eh Ela já é falecida, já. E aí minha mãe sempre ao lado, ali dela, e ela do lado da minha mãe. Minha mãe gostava muito dela, e como gosta até hoje, né? Ela fa sempre fala muito no nome dela eh

E meu avô também ao lado lá, sabe? Eh Dela também, né? Que era esposo dela, uhum, que era pai do meu pai. Meu avô faleceu com
E seus avós e seus avós então eles viviam aqui em Jaci também? Eh
Não, eles eh ele veio do Peru, ele era peruano. Peruano? É. veio do Peru com idade de on dez anos. Eh
Teu avô?
Sim, o pai do meu pai. Então aí aí ele arranjou mulher por aqui, sabe? Eh arranjou uns dois filhos, aí não deu certo. Aí

Agora domingo fez dois anos de falecida ela Morreu com
E aí depois veio o seu marido?
É, aí depois veio meu marido. E
você sabe por que que o seu sogro veio do Peru para cá?

é o meu avô. Meu ah Meu avô, ele falou que veio para cá porque lá era muito frágil de negócio de trabalho, sabe? E den de uh idade de oito aninho que ele trabalhava muito, sabe? Então, ele falava que, aí informaram para ele que aqui em Rondônia era melhor. Aí ele veio aqui para Rondônia, inclusive hum inclusive que aqui, né?

ficou. Então ele era seu avô pai do seu pai. É.
então aí ele tirou esse seringal, que era do mundo que é do mundo novo, hoje em dia está invadido. Eh

Eles eram em três.

Eles eram em três. Então, era seis horas de de comboio, como se diz, de puxada de burro, sabe? Era castanha, era copaíba, no caso, né?
Isso eles colhiam?
É, ele ele colhia daí de dentro, de dentro do seringal, era seis seis eh quilômetro de burro, ele puxava para a beira do rio.

A copaíba. Que
é a copaíba?
A copaíba é um óleo. Copaíba é um óleo que serve para muitos remédio, sabe? Serve para gripe, você está assim querendo se constipar, você pega três golinho três dedinho de café, aí ou dois, aí você coloca um pinguinho de copaíba. Aquele é muito bom, rapaz. É. É remédio caseiro? É É bom para gastrite, é bom para para muita coisa, sabe?

A castanha do Pará. A castanha do Pará. Sabe o que é a castanha do

Pois é, a castanha do Pará era uma castanhinha que inclusive eu já tive no florestamento, eh que era do camelo, já plantei ela, a gente pega ela, tem a fêmea e tem o macho. Ela é é comprida e o macho ela é redondinha, bem assim, curtinha, bem grossinha. Então, se você espalha ela assim, aí você conhece o macho e a Aí a gente espalhava a fêmea e aí a gente tinha um raladorzinho, tipo uma pedra, a gente ia ralar ali, sabe? Para poder eh encher os saquinho para plantar a castanhinha. Ca Plantei muito isso. É. No tempo que eu que o meu marido faleceu, ele faleceu de acidente de carro, sabe? Então aí eu fui para o lado do meu pai, eh fui ajudar meu pai, eu fiquei com quatro filhos, então eu ia fazer isso aí.
Me conta uma coisa, dona. Você estava contando que eles exploravam esse seringal do mundo novo. Aham. Já existia aqui na Amazônia ou eles plantaram? Como é que foi?
Olha, já existia, como se diz, ele eh Quando ele entrou para cortar, já era a seringa tudo nativ

Era tudo nativa. Aí ele cortava e colocava em cima do jegue, né? E aí trazia. Seis horas de de de de da de dentro da mata, para a beira do do bran do Rio Branco. É.
E sua mãe? Sua mãe trabalhava na seringa
mamãe trabalhava na seringa também, junto com meu pai.

Era normal, era normal. ganhou nós tudinho lá dentro do mato.
Vocês são em quantos irmãos? Eh
Nós somos em quatro. Quatro com esse deficiente. Sou eu de filha e sou a filha mais velha. Afinal, ela teve cinco, né? Mas a primeira faleceu, aí veio eu, aí veio meu outro meu irmão, aí veio outro meu irmão, aí veio esse deficiente. eh e somos em quatro praticamente, porque uma não se conta, né? Que é o falecido, né? Eh E graças a Deus somos unido Foi tempo que ela ficou viúva. Ixi, eu adoro essa minha mãezinha, rapaz. Apesar de eu não ter mais pai, né? É a única joia que a gente temos no na na nossa vida é nossos pais, né?
Eh... E me conta uma coisa, vocês trabalha vocês trabalhavam nesse seringal no qual você nasceu, mas vocês moravam aonde?
Olha, nós morávamos aonde eu nasci. que me ah meu pai era do meu pai e lá para dentro, do mundo novo, era do meu Eles eh eles trabalhavam tudo junto, sabe? Praticamente era deles, né? Do meu meus do meu pai, dos meus dois tio, do meu avô, minha minha avó, minha mãe, tudo minhas minhas duas tia, sabe? Que essa

Tem uma do ah irmã do meu pai que mora em Belém.
E como era aqui em Jaci? Tinha mais gente que morava aqui?
Nada, aqui no Jaci era, como se diz, era os caminhozinho, andava pelos caminhozinho aqui. Não tinha nada? Não tinha nada. Só tinha aquela igrejinha que fica ali perto da da minha casa, que você já viu ali, a estação de ferro, era só o que tinha e mais

Olha, eu vou contar uma para você. Aí, nós ih chegava em Porto Velho, aí nesse tempo tinha litorina, né? Que era tipo assim um onibuzinho, essa Então, aí meu pai dizia, vamos hoje viajar. Mas minha mãe arrumava, naquele tempo não existia valisa, bolsa, nada. Era aquelas maletinha de madeira que meu pai fazia. Era, aquelas maletinha de madeira, ele fazia, lixava, era caprichoso meu pai. E aí botava aquela dobradiça e ali, colocava tudo ali dentro, vambora. vinha embora. É. Descendo de águas abaixo. Não tinha motor para subir. A Aí a gente tinha um barco.

Você não sabe o que é voga, não? Eh era ela era de um lado assim, tipo um remo um Jogava água desse lado, jogava água desse. Jogava água desse, jogava água desse. Jogava água desse lado, jogava da água desse outro lado. E assim a gente subia para lá. Para chegar na lá no seringal. É. Às vezes passava cinco, seis dia para poder chegar lá.

E você via, tinha outras pessoas que moravam aqui na região? Ou era
Tinha, tinha muita gente que morava no Seringal, sabe? No seringal? É, tudo no Seringal. Tem os vizinhos de hora e meia, oh ah oh assim, mais ou menos, vizinho, né? Que a gente chama vizinho. Era hora e meia, era meia hora, de três hora, sabe? Eram nossos vizinho. Mas tudo na mata? Tudo na mata.
No rio, subindo o rio. Conta para mim como que era a sua casa, você descrever ela, como é que
Olha, a minha casa lá era de paxiúa, paxiubinha. Sabe o que é paxiúba de açaí?
Conta para mim, eu não sei como que é a como que é a paxiúba?
Pois é, ela é a paxiúba, ela é o açaí, sabe? Eh Você já não viu falar no açaí? Já Pois é, então ela, meu pai derrubava aquela Não tinha como tirar a tábua, né? Que Madeira tinha, mas não tinha como, né? Então aí meu pai tinha um serrote. Eh Um puxava de um lado, outro puxava de outro, aquele serrote. E ali serrava aquilo ali, aí fazia casinha, cobria de palha. Fazia meu quar fez meu quarto, fez o quarto da minha mãe, mais ele, sabe? A salinha de de espera. Eh

Aí colocava na na na sala e fazia a cozinha. Tudo de paxiúba

Minha mãe, meu pai, só dormia em rede. E eu meu pai fazia assim, que ele era astucioso, ele fazia aquela gradezinha de cama, sabe? Tirava com esse pauzinho no mato, fofo, aí ele lavrava, bem Aí passava a la la laminadeirazinha, aí aquilo ele tinha um aparelho desse tamanho, assim todo cortadinho, aí ele limpava aquele aquelas tabuazinha tudinho aí fazia aquela caminha. E aí o colchão sabe de Você juntava aquele monte de capim no roçado, aí botava tudo para enxugar. Aí a minha mãe fazia aquele pano bem grande, sabe? Aí botava aquele capim bem sequinho dentro. Aí colocava em cima daquela, sabe? Daquela grade que o meu pai fazia. Mas era bem feitinho, passava até verniz. <laughs> Era, aquilo é gostoso, sabe?
É. E aí de criança, você já desde criança você trabalhava na seringa?

Olha, eu tenho eu tenho a quinta série só, mas eu estudei assim, sabe? Meu pai sabia. Minha mãe, ela só sabe mal assinar o nome. Então, meu pai sabia mais um pouquinho ler, aí ele passava aquela lição para mim.

Meu pai passava aquela lição para mim, ah á bê

Como é que era que ele te passava? Ele
Ele pegava um papel, aí escrevia o a bê cê dê, são vinte e três letras, né? escrevia o á bê cê dê todinho. Sabe o que que eu fazia? Minha mãe fazia um chapéuzinho, sabe? Colocava aquele chapeuzinho, aí colocava aquelas letra cima da minha cabeça, botava o chapeuzinho. Quando chegava no rolo da estrada, aí eu ia eu ia ler para de noite dar para ele. Eh Aquela liçãozinha.
conta de novo, conta de novo.

Assim, sabe? Minha mãe fazia um chapeuzinho redondinho, sabe? Que ela eh ela sabe costurar bem. Eh Ela fazia a roupa do meu pai, camisa de punho.

Chega fumaçava A fumaça De noite era muriçoca e de dia eh era bichinho, sabe? Aí a minha mãe fazia aquelas camisa de punho para o meu pai, calça comprida, sabe? Fazia assim, tipo assim, um assim uma coisa assim para cobrir isso dele, porque ele era branco, assim, que nem o senhor. Então, quando ah pousava assim, ficava com esses caroço nele, sabe? E a mamãe fazia aqueles eh, como é que se diz? Eb Mosquiteiro de cabeça. Aí cobria aqui assim, só ficava os olhos, sabe? É

mamãe fazia aquele chapeuzinho. ela meu pai ia para fazer aquelas aquelas letrinha para mim, vinte e três letra, o á bê cê dê Aí eu pegava no papelzinho, dobrava, botava na minha cabeça e botava o chapeuzinho. Quando eh eh dava o rodo na estrada, aí eu espiava piá aí ele ficava cochilando, né, aí nós comia, levava uma farofinha, levava água, sabe?

Pois é. Meu pai, quando serviu, ele recebeu bem uns três cantilhos. Então, aí ele uh a gente colocava água dentro daquele cantil e levava. Aí eu espiava, tinha letra que eu não sabia, espiava para ele, mas eu digo, não, mas eu vou assoletrar. Começava a assoletrar, e assim eu aprendi. Fui aprendendo, eh aprendendo, sabe, ele me ensinando. Papai, eu eu sei essas letras, você sabe minha filha? Sei Aí vem aqui, aí eu ia. Aí, como é que é essas letra? Aí eu á, bê, cê, dê, sabe? Quantas letra tem? Aí eu, vinte e três letra Aí, devagarzinho, fui aprendendo. E do meio para o fim, eu já ensinava, era meu
Agora, escuta uma coisa, você falou agora que ele ele foi militar também?
O papai o

Ele serviu novo, como é que Ele foi soldado da borracha?

Meu pai era soldado da

Conta para a gente o que que é o soldado da
Olha, o soldado da borracha é uh é no tempo que vem da guerra, né? E aí fi eh eles cortam muita seringa, Rio Branco do Acre, né? Então aí eles vêm vindo de lá para cá, sabe? Eh E aí vem contando da história. Ele contava para mim

Inclusive, eu já li num livro essa história também. Uma vez eu peguei um livro e comecei ler.

Aí eu digo, eh olha aqui, olha aqui. Lê aí. Aí eu fui, me sentei, fui ler. Aí eu digo, ah, bem que meu pai falava mesmo, que só tinha um posto médico aqui em Porto Velho. Então, esse posto, meu pai cansava de dizer que esse posto médico tinha, por caminhozinho a gente andava. Eh eh, assim, afastando o mato, era.
Deixa eu falar uma coisa. E aí vocês, agora, aqui, quando vocês eram crianças, você vocês tiravam borracha, tiravam castanha? e copaíba Era para vocês, vocês consumiam, vocês vendiam? Não, nós vendia.

Nós vendia assim, sabe, para o regatão nessa época, né? Que era um moreno, ele eh apelido dele era piranha, eu tinha um medo dele, sabe?

Não é que nem eu, essas crianças, né? Que as criança de hoje em dia, naquele tempo, era o tempo, como se diz, aí era tudo matuto, tudo por fora, porque naquele tempo meu irmão a gente tinha disciplina, sabia? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa para o senhor. Deus me livre, de eu estar, meu pai e minha mãe estar conversando e eu passar no meio. A mamãe só foi e o papai só faziam me espiar assim, sabe? Que eu coisa que eu nunca fiz, sabe? Então Eu eu não procurava fazer, sabe? Comer ou apanhar, sabe? E aí a peia comia. Olha, você tem que ter educação, sabe? Quando os mais velhos estiver conversando, você não se meta no meio, você fique... Aí então, quando chegava aquele pessoal, né, tudo conversando com meu pai, com minha mãe, com meu avô, aí eu ficava sentadinha, sabe? Só escutando porque eles estavam conversando, sabe? Dessas pessoa curiosa, sabe? Aí, quando era depois, aí por lá, ve ah conversando com a mamãe, às vezes, aí eu dizia, aí mamãe, a senhora estava falava aquilo, falou aquilo e aquilo naquele dia, mamãe, era, minha filha, só que eu vou te dizer uma coisa, não quero você, quando estiver conversando, você passar no meio, Deus me livre, Deus me livre, sabe? E a gente já sabia que apanhava mesmo, né? Deus me livre, não passava nem um pé, ficava lá no da gente, viu? É
E do seu avô você lembra o quê?

Nariz afilado, era bonito, meu avô. Eh Ele gostava demais de mim, sabe?

Porque menino sempre é, não é? É peraltinha

Ele era de ele era essa balata ele era assim tipo assim uma borracha. pegava, sabe, a marca ficava, sabe? Eu era meia

Peraí mamãe, que que eu vou fazer? Porque ela fo ela ela é assim, até hoje ela ainda é assim.

Tá, mamãe, eu vou fazer. Se dizer mamãe, espera aí, eu vou fazer depois, mamãe. Ela você Ela acha que parece que a gente não quer fazer, sabe?

Então, a gente já sabia, né? Às vezes, quando eu não ia, aí ela pegava aquele cinturãozinho, corria para me bater. E eu, olha, corria. Subia, era sete dregau aonde meu avô eh era alojado, lá em cima do barracãozão, feito de tábua. Eu subia aquela escadinha rapidinho, correndo. Chegava lá, me abraçava. Vozinho, vozinho, mamãe quer me bater. Quando eu chegava perto dele... A mamãe não chegava com... Chegava como daqui, aí... Ele gostava demais de mim. Eh Aí ele, às vezes, vinha aqui para o Jaci, e aí ele levava um brinquinho para mim, eh levava um anelzinho para mim, sabe? Levava uma calcinha para mim. Porque você sabe, assim, a pessoa que mora no no mato, assim, né? Tudo é difícil, né? Eh Tudo é difícil. Eh a Às vezes, ele levava, assim, um pedacinho de pano, já a mamãe talhava, fazia duas calcinha, sabe? Minha vida foi muito sofredora. E depois que eu fiquei de maior idade, eu fui casei com vinte e ano. Eu digo, eu vou casar, tenho pouco estudo, vou vou conviver bem com meu marido, se Deus quiser. Quando foi com quatro ano, Deus tirou ele. Morreu de acidente de carro. Como

Eu conheci ele assim, né? Que eu estudava, sabe? No colégio Maria Auxiliadora. Então, quando eu passava do colégio, aí ele trabalhava numa cerâmica de fazer eh tijolo Quando eu passava e eu era gordinha, né? Era bem gordinha, baixinha, meus cabelão era aqui assim, sabe? Bonito meus cabelo Aí ele falava para mim, eh baixinha, baixinha?

Mas os cabelo dessa baixinha é muito bonito, olha. E ela também, era tão fofinha que eu era gordona. E aí a gente foi se conhecendo, se conhecendo, sabe? Aqui e acolá, ele... É, menina, eu quero falar contigo, eu sempre, sabe?

Olha, eu vou lhe dizer uma coisa para o senhor, não atalhando ao que eu vou falar. Quando foi para me juntar com esse daí, meu pai veio me pedir, ele veio me pedir dentro de casa, que nem uma moça. Foi. Eu com quatro filho Foi, meu pai era do tempo do

tempo que a pessoa era assim, tinha aquele carrancismo, sabe? Eh Aí, sabe, com medo, eu com medo de apanhar, sabe? Aí falou, não, minha filha, mas eu vou lhe pedir esse carioca. Eh vou lhe pedir porque fica melhor, porque, sabe? Está certo que você já tem quatro filho, você é viúva, mas fica melhor de eu chegar, conversar com seu pai, eh ficar um Não acho que fica melhor. Aí eu digo, não, mas eu sei que papai vai me bater. Bate não, minha filha, dizia o carioca aí. Bate não, minha filha. E eu, não, mas o papai vai me bater. Então, aí no dia, aí chegou um compadre meu lá em casa. Aí ele foi falou assim, hoje eu vou te pedir do teu pai. para o teu pai saber que nós estamos se gostando, sabe? É Se você me acredita, eu passei eh passei quatro me quatro meses e vinte e oi vinte e nove vinte e nove dia para mim chegar e e botar a mão assim no ombro dele. Nós se gostava só assim, sabe? Espiando um para o outro. E aí ele dizia, vou te pedir ah hoje para namorar com você. Eu digo, olha, eu não quero porque meu pai vai me bater. Meu pai, ele é daquele tempo, do tempo do carrancismo. Aí ele disse, não, mas é melhor de que a gente estar eh namorando escondido. Bem, aí chegou esse meu compadre lá e falou, comadre, hoje tu vai apanhar, mas tu vai apanhar. Aí que eu ficava com medo mesmo. Aí ele diz, ah tem que ser que Deus quiser mesmo. Já tenho quatro filho E aí eu tenho que né eu tenho que arranjar um amparo porque meus filho estão tudo pequenininho, né? A minha filha, essa que trabalha na Federal, estava com dois aninho Esse que trabalha na estava com um aninho e os dois gêmeo com seis meses de nascido, é. Aí chegou e conversou com o meu pai.

Falou, bem, é o seguinte, ela já tem quatro filho. Eh

que que eu posso fazer? E aí até hoje eu Aí eu passei quatro meses e e vinte e oi vinte nove dia

Agora, seu primeiro marido, como é que foi?
O meu primeiro marido, eh eu me casei com ele, como eu falava, a gente se conheceu assim trabalhando na cerâmica, né, de fazer tijolo Eh e a gente foi se conhecendo, se conhecendo, aí foi me pediu para namorar comigo também em E aí meu pai deixou, mas meu pai era daqueles que o que tem tinha de dizer, ele dizia. Eu tinha meu avô, o pai da minha meãe da minha mãe, aí um dia ele acendeu uma vela, para o senhor ver como era o tempo do carrancismo O pai da minha mãe, ele acendeu a vela, aí veio, chegou assim, sabe, aí disse assim, eu vou espiar se esse se é homem ou não é, se vai dar conta da minha neta.
E aí, você, como é que foi a primeira vez que você foi mãe? Nasceu o primeiro filho?
eu tava com vinte e dois ano. vinte e dois anos? Me casei com vinte e um ano, com um ano eu tive ah essa minha primeira filha, aí tive quatro filho, né? Que eu tenho gêmeo, passei quatro anos com ele, em compensação, tive um ano que eu não tive filho, e faz de conta que todos os ano eu tive filho por causa dos gêmeo, né? Que eu não esperava, aí ele faleceu. Ele capotou, ele vinha de Pimenta Bueno, aí vinha com a gatinha dele lá, sabe, que eu não sabia, né? Eu morava em Porto Velho e ele morava em Vilhena, né?

E aí ele casou com a outra dizendo que eu era falecida, sabe? E eu não tenho E aí ele vinha vindo, ela na hora que ele ia passando da primei na na ponte de pimenta, viu que ele deu a parada, em vez de pegar no volante, não. Ficou espiando para o rosto dele. Aí capotou, oito vezes caiu lá embaixo. Quebrou osso todinho, quebrou a coluna, quebrou a bacia, aí duas perna, quebrou um braço. Faleceu. E novo, com trinta e
Vamos voltar um pouquinho. Eu quero

O que que você aprontava? Que que você

Eu eu eu não tinha o que fazer. Meu avô comprava aquele remédio, Aí que ele mandava buscar de Manaus. Aí Eu ia lá e achava bonitinho aqueles vidrinho, sabe? Aí Eu pegava o remédio e derramava. Aí meu avô dizia, menina, tu não derrama esse remédio, se tu derrama esse remédio tu vai apanhar. Aí ele pegava, queria me bater. Aí, sabe, aí eu pensava assim, eu digo, poxa, meu avô manda, eh compra esse remédio e é dinheiro, sabe? Então não vou mais derramar, sabe?

E aí você, quando criança, você você estudava o que o seu pai te ensinava e trabalhava na seringa? A gente trabalhava. A vida na mata era essa? Uhum
Olha, aí eu trabalhei, eu eu estudei um ano no Maria Auxiliadora, meu avô, pai do meu pai, ele pagou Maria Auxiliadora, sabe? Aí foi tempo que ele caiu doente, meu avô, que já estava velhinho, sabe? Aí não teve mais condições de pagar o Maria Auxiliadora para mim, sabe? É. Aí eu convivia com as irmã eh lá no colégio Maria Auxiliadora. Aí foi tempo que eu saí, aí pronto, fiquei estudando, cortando, uma uma época de seis meses passava para lá. Quando enchia o rio, aí eu ia estudar. Inclusive está com três ano que eu estudava aqui. Aqui tem uma amiga minha que estudava junto comigo, aqui nos idoso.
Você disse que quando enchia o rio você ia... Era, ia estudar.

de de trabalhar que enche tudo, né? Aí não tem como cortar. Então na seringa nessa que você trabalhava era seis meses de trabalho, seis meses não... É, seis meses de seringa e seis meses, como se diz, aí eu ia embora para Porto Velho. Ia estudar, sabe? Porque aí não tinha como trabalhar, né? Aí meu pai ficava lá e eu vinha para Porto Velho.
E como é que era Porto Era muito

Primeira vez que você chegou em Porto Velho, como é que foi?
Velho, rapaz, não tinha bairro nenhum. Ali a igreja a católica, a igreja católica, era... Eu eu eu vê era... Derrubaram era a pau dessa grossura de Machado.

igreja católica ali de Porto Velho. É, agora para você ver. Aí eu fico naquelas parada de ônibus. É oni é é tanto do nome de ônibus que você não sabe nem para onde vai, né?

E quando você chegou na escola, as pessoas eram muito diferentes de você?

E a primeira vez que você foi para a cidade, você já tinha visto carro, já tinha visto

Eu fiquei em Porto Velho que, como se diz, eh eu nunca tive assim, meus pais, nunca fui criada com meus pais, sabe? Eu fui criada nas casas alheia. É. Meus pais só viviam dentro do seringal aí. Então, aí, eu fui criada, assim, pelas casas alheia. Então, eu ti a criação que eu tenho hoje em dia, que me deram, foi tudo pelas casa alheia Inclusive, tinha uma que morreu o ano passado, que, nossa, eu considerava como a minha mãe, olha. Ela me dava muito conselho. Minha filha, vai estudar, sabe? É muito bom eh você estudar, você aprende vo para si próprio, não Se você morre, não tem para quem você deixar, sabe? Ela me dava muito conselho. O ano passado ela morreu de derrame. derrame cerebral.

São seis meses em que fica alagado você ia para casa de alguém? É, e

eu ia para a casa dela.
E como que ela era? Conta como é que era essa casa. Como é que... Eh
Ela era de tábua, era pobrezinha, ela era de tabuazinha. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Como eu fui criada nas casa alheia? Eu almoçava e não Eu só jantava quando meu pai mandava, assim, uma fruta de lá do Seringal, porque tinha muita tangerina, mui mexerica, laranja, eh carne de caça, sabe? Aí botavam para secar e mandavam para mim. Olha, eu, lá nessa casa que eu fui criada, nós almoçava bem. Era feijão, arroz, macarrão, carne ou não, peixe. E ah uh uh a janta, você sabe o que que era? uma bituquinha de pão com chá mate. Era. Isso era sete hora da noite. Quando dava nove hora da noite, isso era sete hora da noite. Quando dava de nove hora para as dez hora, Oh que minha barriga estava doendo de fome, sabe? Você sabe o que que eu fazia? Eu ia lá no vidrinho de sal dela, metia o dedo dentro do sal, passava na água, metia dentro do sal, passava na língua, metia dentro do sal, passava na língua, metia dentro do sal, passava na língua e bebia água. ia dormir.
E passava fome? É

Porque eles eram muito pobrezinho, sabe? Não tinha da onde eles tirar, sabe? Naquele tempo não existia aposentadoria. Você sabe o que que existia nessa época? tinha naqueles banco, sabe? Eh Aqueles banco de receber dinheiro, que era muito pouquinho, sabe? Aí tinha aquelas pessoa pedindo esmola, a gente passava, me dá uma esmolinha, pelo amor de Deus.

E ele era desse ruim, sabe? Desse compro não, compro não. Seu pai não paga.

Eu vou lhe pagar. Então, ele era desse, sabe, que Aí, sabe o que que eu fazia? Você não sabe esses saco de cimento? Esses saco de cimento?

do poço, enchia aquele na beira do poço, e daquele na beira do poço eu enchia um do banheiro, e depois que eu enchia aquele do banheiro, eu enchia do poço. Quando eu terminava, ela fazia aquele panelão, aquele caldeirão de grude, e cortava aquele saco de de cimento para mim fazer, eh fazer os saquinho Aí ela tinha um filho, que hoje em dia, meu compadre, ele era desse tamanhozinho, tinha sete aninho, todo miudinho, chamava ele de passarinho. Aí ela amarrava com aquele cordãozinho, sabe? Bem fragilzinho. Aí ele botava nas costa e ia vender no mercado central aí em Porto Velho Para poder eu comprar um Que que ele vendia? O os saco, os saquinho que eu fazia. Para comprar um lápis, um caderno, eh um apontador.
Essa casa ficava aqui em Jaci também?
Não, eu morava em Porto
Morava em Porto Era, em Porto Velho.

Estou com cinquenta e

Essa época de você morava na casa dela?
Ah, eu tava com com oito ano. Oito anos Oito aninho eh

mas trabalhava eh Olha, eu tenho essa minha clavícula aqui, é quebrada. E eu, com idade de dez ano, eu tirando castanha com meu pai, então choveu muito, sabe? No no caminho, que chama o varador, né? Então, esse era no caminho. Então, aí, o meu sapato era liso, ele fazia aquele sapato de de chiclete, de seringa que chamam, né? Eu chamo eh cha sapato de chiclete. E aí eu pisei numa raiz escorreguei. Quando eu escorreguei, aí uh ah a car ah a lata de castanha passou por cima de mim. Aí ah minha clavícula aqui pegou numa raiz e fraturou. Aí eu passei mais ou menos, ma mais de ano com isso aqui. Foi, sabe, naquele tempo não existia gesso nem nada. Aí você sabe o que que eu o que que minha mãe me dava? Era o mastruz É o mastruz, me davam.

Era. Isso aqui sempre, sempre, vizinho, quando eu eu co eu estou costurando assim, quando eu me levanto, isso dói, sabe? É
Isso aqui. E sua mãe conhecia esses remédios da onde? Como ela sabia?

eh remédio caseiro mesmo, que a pessoa que mora no mato, né?

Ela aprendia dela mesmo, com a vó com a mãe dela, né, que era minha avó, porque ela la ela com idade de treze ano ela ficou sem mãe, né? Ela faleceu, a mãe dela. É E aí ela via minha minha avó fazer, né, e ia aprendendo, que nem eu, que sou meia curiosa, né? Eu vejo uma coisa, eu fico só, sabe? E aprendo logo.

Então, aí você dos oito aos vinte e dois anos continuou indo para Porto Velho ou não? Você não foi mais para Porto Velho estudar? Olha, ah sempre aqui é

Aqui acolá eu ia, né? Do meio para o fim foi o tempo que eu casei e aí pronto, sabe? Aí eu tinha minha casinha, morava com o marido. Só que o meu marido, ele era caminhoneiro. E caminhoneiro, sabe? Arranjava uma gatinha aqui e acolá, e eu não sabia, sabe? Aí foi o tempo que nós compramos uma casa, melhorzinha, aí começamos vender eh negócio de mola de carro. Mola de carro. Cansei de entrar debaixo de um carro desse aí e e colocar aí seis molas. Eh eh

Quando eu morava com meu marido. Eu mo eu trabalhava no escritório, sabe? Eh

Eu não tinha quem trabalhasse, eu entrava e desmontava. Parafusava, sabe? As seis molas de carro, sabe?

Tudo eles sabem mexer com carro. É

E assi e aí a gente foi comprando, sabe, umas pecinha, umas pecinha Aí ele se juntou-se com o com o cunhado dele, eh que foi o tempo que ele arranjou com o meu com o meu irmão, eh me me casou comigo, né, civil. E aí foi trabalhando, trabalhando, foi tempo que ele faleceu. Caiu, né, da ponte, né, deu a parada, né? Nesse tempo que eu morava com ele, ele sempre dizia que doía o coração, mas nesse tempo a coisa era tudo difícil, né? Que nem hoje, você vai ali, faz um exame, né? É Eu vou lhe dizer uma coisa, esse daí, o senhor me acredita que eu já já tenho até medo de ficar viúva de novo? É. Porque tem época que esse aí fica ruim do coração. Ele fica, dói a cabeça, de noite ele não dorme, ele fica fadigado. Ele fica assim, sabe? Parece assim, dizer, ah, minha velha, parece que eu vou morrer. Aí põe o ventilador em cima dele, sabe? É Parece que assim, a quentura, essa quenturona, sabe? E aí eu digo, ai meu Deus, eu já sou viúva e Deus me livre, Ave Maria. E a vida é digo Ave Maria, meu Deus.

Vamos falar do seu carioca daqui a pouco, antes uma outra pergunta. Você falou agora do dos chinelo de chiclete, achei achei

Porque eu queria que você me contasse.

Era a cama, era moída, era tinha engenhoca que meu pai fazia. O sabão, minha mãe fazia caseiro. Conta contra para mim, como fazia cada um deles? Olha, meu pai fazia assim, tirava dois paus, sabe? Aí colocava um no outro, assim. Aí fazia assim, meio fino aqui, assim, do lado do outro. Aí furava um buraco, no caso, né? Desses dois pau Aí furava aqui, assim. Aí metia um pau aqui, assim. Aquilo aí ia moendo. E colocava a cana aqui, assim, aquilo ia moendo. É, para tirar aquele caldo da cana. Aí servia para fazer um café, um chá.
E o sabonete?
O s o sabonete, a minha mãe pegava, né, eh tirava o óleo da andiroba, né, aí misturava com fa para fazer o sabonete, ficava um sabonete cheiroso. Quando não, ela quebrava o coco babaçu. O coco babaçu ela ti quebrava aquele montão, aí botava para coalhar. Quando era no outro dia, ela tirava aquela nata, tudinho, aí botava dentro de um caldeirão, fritava. aquele oleozinho fininho, sabe? Aí ela ia fazer aquele sabonete cheiroso, rapaz. Aí branquinho ela ela batia, batia, mas bem batidinho mesmo. E ah quanto mais ela batia, mais branco ficava. <laughs> Ele vai só fazer um intervalo, dona

O sapato de chiclete, ele é assim.

Meu pai pegava... Quero, não.

Aí meu pai pegava, aí tirava o o tamanho do pé da gente, né? Ou da minha mãe, ou o meu, ou do meus irmão eh Aí ele fazia aquela, tirava, ia no mato e tirava aquele pedaço de pau. E aí fazia, porque porque o meu pai era astucioso. É Aí fazia tipo assim um pé, tipo um pé. Fazia tudo direitinho. Aí, quando ele fazia aquela forma, que ele chamava de forma, aí ele tirava um pedaço de pau deste tamanho, limpava bem, aí ele enfiava ali. Enfiava ali, sabe? É. Aí, quando ele chegava da estrada, aí o que a gente defumava era com coco. Eu fazia o o o fogo na fornalha, sabe? Que chama fornalha, sabe? Aí saía aquela fumaça, aí meu pai ia, hum colocava na dentro do leite, aí defumava aquilo. Do leite você diz da O leite de seringa

Aí depois que ele terminava de defumar, aí eu ia fazer as capanguinha. As capanguinha eu fazia assim, duas tábua assim, sabe? É. Aí quando eu eu eu tirava, aí elas fechavam. Elas fechavam. Aí que quando você queria colo ah e quando você tirava, aí cortava aqui, aí cortava aqui assim, só ficava aquele coisinha no meio. Aí que quando eu queria eh colocar assim um tabaco, a minhas amigas, aí colocava assim do A capanga, ela é assim, a capanga. Ela é assim, ela... Você faz assim uma tábua, corta uma tábua, aí põe igual o sapato, sabe? O sapato assim, igual o como ah eu estou falando, um um pauzinho, aí você defuma aquilo ali tudinho, eh aí você pega um um pedaço de calça, você corta, enrola, direitinho, sabe? Bem direitinho mesmo. Aí você corta dois dois pedacinho para botar do lado aqui assim, do lado da capanga. Para entrar o cinturão por dentro. É. Para entrar o cinturão por dentro, para você colocar na cintura. Aí você, no caso, coloca o cinturão, né?

Você coloca o cinturão, aí você pode colocar na cintura.

E aí eu eu eh às vezes as menina chegava lá e eu eu falava para elas, que é que você quer? Você quer sapato de chiclete? Você quer uma bolsa de chiclete, né? Aqui é o é o apelido que eu botei. Ai meu Deus, está aqui ela, nossa.

Tem um tempo desse eu tinha eh a forminha. Se tivesse ainda eu ia mostrar para vocês.

que mais você fazia da borracha? Você falou da bolsinha, do sapato.

Eu fazia. Eu fazia bolsinha, fazia capanga.
É. E aí você vendia?
Vendia. Aí vendia, dava para minhas amiga, sabe? Também não tinha dinheiro, elas, né? <laughs> eh aí pegava, dava para ela. Aí

Balão. Eu fazia balão. Sabe como eu fazia o balão? Eu fazia assim, o balão. Eu pegava um vidro, um vidro, um vidro desses aqui. Aí eu colocava um pau aqui, um vidro seco, né? Colocava um pau aqui assim. Daí eh eu molhava com a serin com a com o leite, com o leite da seringa, o pauzinho aqui assim, segurando aqui. Aí, na fornalha, aí eu defumava. Mas ele sendo de vidro, não de plástico. Que nem esse, de vidro, né? Aí eu defumava

O papai não gostava que eu fizesse, mas eu gostava, sabe? Aí eu defumava, defumava. Aquilo ali estava tão... chega estava coradinho, sabe? Aí eu pegava aquilo ali, enterrava, deixava passar dois dia no sol e na chuva. No sol e na chuva. Aí eu ia e tirava, cortava. Era Tirava aquela garrafa, aí eu assoprava. Quando era... fazia aquela bola, né? Quando eu assoprava, aí eu pegava a capa da bacia, sabe? O que sobrava do leite, aí eu defumava ela, botava ela assim, na fornalha para defumar, aí eu pegava aquela capa, porque menino é astucioso, né? Aí eu saía enrolando, enrolando, enrolando, fazia aquela bolinha, sabe? para mim jogar bola, sabe? Porque nós não tinha condições de comprar bola. E eu eh sou que nem essa minha neta. Toda vida eu gostei de bola. Eu gosto de bola. É, eu Quando eh eu estudava no Colégio Maria Auxiliadora, ixi, eu jogava muita bola com as irmã, sabe? É. Então não tinha como a gente comprar uma bola, sabe? Aí eu inventava, sabe? É. Inventava. Aí eu esfregava aquela bola, enrolava. Ficava redondinha, sa

amiga, que é que tu fez, amiga? Como foi que tu fez? Ah, eu não sei fazer. Tu faz uma para mim? Eu digo, faço.

Ah, mas não tenho dinheiro.

Mas o papai não gostava que eu fizesse, porque eu enrolava na capa da bacia. Então ele precisava daquela que ficava na capa da bacia. Aí ele cortava para fazer fogo,

Você falou das irmãs agora, como é que era o relacionamento com as irmãs?
eu morava lá dentro com as irmã mesmo, né? Eh Eh, então aí eu estudava, sabe, lá dentro com elas, brincava de bola, ah passeava, ia para igreja para para catredal agora, ih ah em Porto Velho. Como eu dizi eu estava falando para o senhor, era só aquele caminhozinho, sabe? a gente saía eh abrindo o mato, sabe? As irmã era de de véu, grinalda, roupa quase, sabe? Ninguém nem via os pés das irmãs, sabe? É. Às vezes as irmãs não tinha quem... Porque as irmãs, naquela época, eu cansei de fazer isso, elas me chamavam. Porque elas gostavam muito de mim. Então, as irmã, elas usavam, assim, tipo uma placa, assim, sabe? Agora aquilo era cheio de botão atrás.

E aquilo era batido, sabe? Aí elas me chamavam para mim abotoar aquilo atrás. eu via, abotoava. Aí eu via como era que era. Elas mandavam fazer. Aquilo era cheio, sabe? De linha, assim, sabe? Então era tudo batidinho. Não se via seio nas irmã. Era

E aí eu morava lá com elas, elas me ensinavam fazer bolo, fazer salgado. Eh Elas me ensinavam eu quebrar o ovo, sabe? Bem no meio, sabe? Elas me ensinavam, eu pegava uma linha de costura, uma linhazinha dessa de costura, aí eu amarrava no meio do ovo, é.

Aí ela mandava a gente bater, mas batia, mas cortava certinho. Eu aprendi muita coisa.

Eu passei quatro anos e nove meses sozinha. Sozinha, trabalhando. Com os filhos? meus filho Nunca dei nenhum do meus filhos, sabe? Tinha dia vizinho que eu saía para trabalhar, eu trabalhava num supermercado. Eu che eu chegava lá ia limpar, sabe, as ah As coisinha, ia limpar aquelas... Frutinha, sabe? eh... Isso aqui em Porto Velho ou? Em Porto Velho. Aí que quando eu saía dali, deixava uma senhora de idade. Dinheirinho só dava de pagar a mulher. Aí eu dizia, meu Deus, como é que eu vou comer? Aí eu ia, conversava lá com minha patroa.

Aquele ranchinho. Aí eu ficava comendo com meus filho, sabe? Eh Aí precisava um filho de uma sandália, não precisava um filho de um de um de um de um calção, de um de um short, não tinha, sabe? Por isso que às vezes eu digo para essa minha neta, minha filha, você tem tanta mordomia, minha filha. Aí

Minha filha mais velha fala, mamãe, conte a sua vida para sua neta. Senta aí, minha filha. Aí a avó já vem, a avó já vem. Ela Aí eu digo, minha filha, eu fui criada assim, assim, assim, assim, assim.

Eu vinha.

Aí foi tempo que eu fiquei viúva e vim para a casa da minha mãe.

E ela go também gosta dos neto.

Então, aí você conheceu o o Carioca, depois desses anos sozinha.

rapaz, aí a gente começou a se conhecer, né? Ele andando por lá, por casa, aí ele espiava para mim, eu espiava para ele, né? E aí foi indo, foi

Aí ele foi lá na casa na sua
Eh foi lá na minha casa e me pediu, né, porque que gostava de mim, tinha muito ele conversava comigo, que disse que tinha muita pena porque eu era uma mulher muito trabalhadeira, né, aí me via com quatro filho.

Porque eu não quero, porque meu pai... Deus me livre, tá arriscado meu pai me dá uma peia que... Aí eu tinha medo, né? Aí ele disse, não, minha filha, mas você precisa, você é uma menina nova, você precisa de um de uma pessoa para viver ao seu lado, para ajudar a criar seus filhos, sabe? Mas eu tinha medo Aí meu pai falou assim para mim. Olhe, você já tem quatro filho. Eu quero ver você arranjar

Eu lhe mato na peia. Aí eu

Nós ficamos lá mesmo cortando seringa.
Lá mesmo cortando seringa. Então vamos falar um pouco da seringa.

Como é que como é que corta, qual é o tipo de corte, qual é o tipo de seringa, como é que funciona?
a seringa, ela, no caso assim, para cortar, ela tem espinha de peixe, tem cara de gato, sabe? Esses são tipos de cortes? É.

E a gente tem assim, a gente faz assim, porque meu pai fazia assim, né? Eh Assim, uma raspadeira, assim, um arame assim, sabe? Eh Naquele tempo tinha essas caixa que a gente comprava e tínhamos Essas caixa, que hoje em dia mais é papelão. Eh Era caixa era Vinha umas aspa, que o meu pai chamava era aspa. Então aí meu pai pegava e colocava aqui assim, dois pai dois pau, pregava

Para poder cortar melhor.
E aí tinha vários tipos de corte. É.
Aí a cara de gato, não é, eh espinha de peixe. Eh fosse se fosse grossa a a seringueira, você podia fazer eh três bandeira, que chamam, né, ou quatro, né? Que nem no caso aquela dali, você fazia quatro, que é grossona, né?

Só tem um tipo? Tem mais de um tipo?
Olha, a seringueira ela tem dois tipo. Tem a casca eh, tem a a Itaúba, tem aquela roxinha, sabe? Que a Itaúba, eh você corta ela, ela quase não dá leite, ela mais é de centro. É mais assim, de centro, sabe? Não é da da vagem. Agora, a ita ah ah ah essa casquinha roxa, ela dá vagem. É. É do macho, sabe? Que nem esse aqui, do macho. E pior que ela, quando é mês de agosto, ela dá pouco leite, ela dá pouco leite. Mês de agosto, ela sobe o leite, vai para as folha, cai tudo as folhinhas, aí nasce outra, aí ela vai florar, para sair do botãozinho, né? que é a frutinha, aí depois, de ah mês de agosto, começa lá para o dia cinco, dia dez de setembro, aí ela já começa a arriar o leite de novo. Aí dá um leite bonito, grosso.
E vocês, dessa época, continuavam vendendo para? Vendiam para quem?

na no na época do meu pai.

Eles andavam assim, né? Eles pegavam, botavam a mercadoria num barco bem grandão, aí subiam de rio acima comprando a mercado ah uh a borracha, e a gente comprava a mercadoria para não vir aqui no Jaci, porque se viesse aqui, gastava mais, né?
eles vendiam no barco algumas mercadorias e vocês vendiam borracha para eles? Era.

Que nem o o meu pai. Eh logo no começo ele não tinha, mas daí ele con conseguiram comprar um motorzinho. Aí meu pai vinha ven vender aqui. Quando não, ele comprava, porque o meu pai, ele era de barriga cheia, olha. seja feita, olha. Mas meu pai era de barriga cheia. Tudo ele comprava de fardo

a minha mãe, que não me deixa mentir, porco, galinha, gado, tudo a gente tinha. É.

Cabra, ele fala que ele foi foi ele ele ele foi eh como se diz eh ele foi criado foi com leite de cabra. Tirava aquele leite da cabra e tomava na hora. Minha filha, esse aqui que tem força. É. Era um bicho bem bonitão, bem vistoso ele. Era bonito meu pai, olha.

Ele falava grosso, sabe? Ele tinha, assim, um... Pode reparar na foto dele, como isso aqui dele

Isso, ele falava grosso, sabe? Agora, eu vou lhe dizer, meu pai, ele era desse que se você... se ele dissesse que pedra era pedra, era era pedra mesmo, sabe?

Era. Meu pai era realista, sabe? E aquele morreu não devia ninguém trabalhador, não faltava dinheiro, não faltava rancho. Se você ouvisse, quando eu fiquei sozinha, ficava assim de gente que dormia lá na casa do meu pai, tudo me paquerando, sabe? Era novinha, né? Aí, cá por ali, eh e aí eu via que sempre parece que ele me espiava, me pastorava, porque, sabe? E o pai sempre... Ah, naquele tempo, vizinha, a criação era outra. Aquele tempo era outra a criação.
E como foi quando seu pai faleceu para você?

Maria, quando meu pai faleceu, quase eu morro também. Quase E nem aqui eu não estava. Eu estava para Manaus. É. Eu eu Quando eu cheguei aqui, ele é sepultado aqui, nesse nesse cemitério aqui. Eh Com meia hora, ele saiu, o sepultamento dele. Ave Maria, para mim, foi uma tristeza. E você sabe, depois que meu pai faleceu, tudo para mim mudou. Tudo para mim mudou. Quando meu pai era vivo, era outra coisa, sabe? Ele era um homem assim que... Ele chegava nas ele... Se você chegasse na casa dele, ele parecia assim que já lhe conhecia de muito tempo, sabe? Era aberta de conversar, prosava, contava história.

Meu pai era assim.
A senhora aprendeu muito com ele, então? É
A história eu aprendi pouco, porque não não dava tempo, né?

Trabalhando na seringa. Aí foi tempo que jogaram arma em cima de mim.
Com esse meu marido ali.

Jogaram arma em cima de mim lá no na no no meu lugar lá, que eu tenho, né?

Lá no meu seringal lá. São seis estrada de seringa. Seis estradas de seringa e dá leite.

E aí foi tempo que esse meu marido aí, que é o carioca, ele foi para Goiânia, ele teve problema de coração, quase ele morre. Aí eu passei uns seis meses afastada de lá. E quando eu cheguei, estava todo acabado, rapaz.

Derrubaram o pessoal do que vem descendo do Buriti. Derrubaram tudo. Meteram uma casa bem grandona, bem feitinha, bem teladinha, tudo tinha janela, aí puseram uma placa, Fazenda Capa Preta. É Ameaçando, né? Até hoje ninguém sabe quem é, eu já corri atrás. Às vezes o carioca fica nervoso porque é problema do coração. Aí eu digo, não, meu velho, tenha paciência. Tempo porque só vai eu e ele, como eu estava falando, né? Aí eu tenho medo deles me matar, matar ele, me matar, faz o que quer de mim, me matar, né? Aí eu digo, não, vamos se afastar mais um pouco. Aí foi tempo que nós trabalhando, sabe, ele trabalhando, na associação dos seringueiro, vinha juntando um dinheirinho. compramos esse terreno, que nós hoje tem essa casinha, fomos construindo, eu trabalhando no restaurante, porque aqui todo mundo me conhece.

E eu ajudando, ajudando, pegava o dinheirinho, tomava nota de tudinho, levava tudo anotado para casa, levava o dinheirinho. A mulher dele no hospital foi ganhar neném. Ixi, eles gostam demais de mim, olha. É. Eu digo graças a Deus, meu Deus, que tem gente que se confia em mim, olha.
E depois que você começou a ficar, ah que você se juntou com o seu carioca, como é que foi a criação dos seus filhos? Foi mais fácil?
Olha, para mim foi mais fácil, porque ele nos ajudou, né? E todo mundo respeita como pai. Todos tem algum Todos ele até a mais velha que tem quarenta ano Fez agora quarenta ano, dia dia sete de janeiro. Fez quarenta ano e ela respeita como fosse um pai legítimo. E diz ela, eu adoro meu pai, porque meu pai nos criou.

E aí, sabe, eu passei quatro an quatro anos e nove meses sozinha, mas aí, sabe, eh quando ele oh nós começamos a se conhecer durante quatro anos e nove meses, aí ele se acolheu, me acolheu, né? E aí, meus filho, até hoje, ele conta da história. <laughs> É E meus filho também. Meus filho gosta demais dele.

Ixi Maria! Quando sabe que ele está doente por ele, pelo meus filho, ele estava em Porto Velho fazendo outros exame. Ele fez um tempo desses uns exame eh Eh e aí, pai paizinho, venha para cá, pai. Aí ele, tá, eu vou, meu filho. Mas aí ele disse, ah, se eu ir para lá, eu morro antes da hora por causa da quentura.
E como foi a criação dele? Como você criou seus filhos?

Olha, criei assim, né? Eu Eu... Eu no seringal, e aí eu ficava... Eles trabalharam no seringal também? Trabalharam, ele cortou muita seringa, o

E às vezes eu ia para o para a estrada com eles, ele ia por uma estrada, eu ia para outra com uh ah ah a menina ficava fazendo a comida, sabe? O outro já ficava dando comida para porco, para galinha, era assim.

E assim a gente vai vivendo a vida.
Você falou agora da associação dos seringueiros. que que foi isso?

Eu gosto muito de pescar. Eu ando muito com minhas amigas pescando, sabe? Eh eu tenho carteira de pescador.

Eu aprendi a pescar quando eu morava lá no no interi lá no no seringal. Eu ia pescar com meu pai. Seu pai te E aí, sabe, aí eu fui aprendendo pescar, sabe? Comprando linhada, e como eu gosto de pescar,
como que vocês pescam aqui? Eh
Olha, a gente pesca assim, sabe? Eh Compra uma linhada, joga, põe uh no anzol, né? uh ah A isca, joga, aí deixa o peixe puxar, né? E aí de de de espinhel, pega o espinhel, aí faz aquela linha grande, Aí põe um anzol, aí amarra no no lugar que a gente sabe onde o peixe vai passar, sabe? É, e E malhadeira também. Só que, sabe, agora está muito em proibido e está está ficando tudo difícil, sabe? É. Eu tenho malhadeira aí em casa, tenho lá no Seringal também. Lá eu aqui eu tenho malha miúda e lá eu tenho malha graúda.
Você sempre pescou bastante? É
já pesquei, estou com nove anos de pesca.
Você viveu de pesca nesses nove anos?
Agora, esses nove ano, eu estou vivendo de pesca, né? Porque ah já relaxou, como diz o preço da da seringa, sabe? E os invasor acabaram com tudo, esse povão entrando aí.

Olha, já está com um tempão que eles estão aí dentro, olha. Faz uns anos. Eh eles vêm vindo do Buriti, vêm descendo do Buriti, eh e jogaram arma em cima de mim e E quem é que quer morrer? Ninguém, né?
Me conta da associação dos seringueiros. Do que que é essa associação?
Olha, a associação dos seringueiro é assim. Meu marido, ele o carioca, ele trabalhava na associação dos seringueiro. Ele era presidente, né? Então, aí ele ia para São Paulo, para o Rio, trazer recurso, né? o pessoal que morava aí dentro, né? Dos seringueiro Só que com essa invasão que teve, que o pessoal foram invadindo, aí não tem mais quem corte seringa eh E aí ele era o presidente, ele corria atrás da mercadoria para trazer para o pessoal, né? Aí ele vinha dinheiro para ele comprar o gás, comprar o óleo, sabe? A gasolina, para ele mesmo deixar para o pessoal. Vinha a cesta básica.

Aí ele falava para mim, minha velha, tu vai me ajudar lá no na associação? Eu digo, vou Aí pegava, via o nome das pessoa tudinho, na na relação, né, no papel, aí ia fazendo aqueles papelzinho assim de de papelão, e aí numerando, um, dois, né? E aí botando o nome, aí furava, amarrava com a com cordãozinho no saco.
E a associação foi criada quando, por quem, você sabe?
Olha, a associação, eu não sei bem te informar, assim sabe? Porque foi mais ele que mexia com o negócio, sabe? Só que eu era, sabe? Eu

E aí, como eu gostava de viajar assim, sabe? Eh e aí, se come continuar, eu vou viajar com ele.
A senhora falou que gostava de viajar. Qual Quais lugares que você foi, que você gostou de conhecer?
Olha, eu fui para Brasília, eu gostei.

Guajará-Mirim, a gente tinha reunião.
Era muito diferente lá?

eu achava bom, né? Porque era tudo por conta, né? Por conta da associação, né? Era dormida, era comida, era tudo, é. Pois é, aí eu eu me me conheci uma senhora por por nome Jacira.

Então, aí eu comecei a aprender artesanato de cipó.

se vocês ir lá em casa, eu vou mostrar o que eu fiz. Só que foi ah a maior parte foi para Brasília, que eu fui para Brasília, sabe? Eu ganhei bolsa, ganhei bastante livro em Brasília, ganhei uma blusa, ganhei chapéu em Brasília, sabe? Eh Porque foi aprovado o nosso... O nosso nosso trabalho né de artesanato de cipó. E ganhei uma bolsa bem grandona. Tanto livro bom Até hoje eu tenho eh do meio ambiente, sabe? Os livros. Muito gostoso, eh?

Eu queria saber, sua casa vai ser alagada?

Ah de ah um dia desse, foi domingo reatrasado, a gente foi numa reunião, que eu sou a procuradora da minha mãe, que ela vai sair da beira do rio. Então, o laudo dela já veio. O laudo dela está na minha mão, sabe? Então, aí, ela preferiu a casa e o resto em dinheiro. A
Ela vai perder a casa dela?

Só que já entrou, já caiu na conta dela, que ela não tinha conta aberta, eu abri uma conta para ela, abri uma conta aqui no banco para mim, para mim poder abrir uma conta em Porto Velho para ela. Abri minha conta aqui, abri a dela lá em Porto Velho, no Banco do do Amazonas. E

Eu tenho uma amiga de amiga lá. Então, aí um dia desse ela esteve lá em casa. Ela veio na casa da minha mãe, minha mãe foi para Porto Velho. Aí ela foi lá em casa. Foi lá em casa, aí me procurou.

Aí só é a mulher, eu digo, entra. ela foi e falou, olha, três mil e seiscentos reais já caiu na conta da sua mãe. Ah A senhora está com o laudo da sua mãe?

Porque eu fui lá na casa dela, ela não se encontra, eu digo ela está para Porto Velho, ela está meio adoentada. Então, mostra aí o laudo dela. Mostrei, olha, três mil e seiscentos já caiu na conta da sua mãe. Então, olha, ela preferiu a casa, ela vai receber a casa. Depois que ela receber essa casa, ela vai ganhar mais vinte e dois mil e um pouco.

O que é que mudou?
Olha, para mim, pelo uma parte, foi bom porque arranjou muito trabalho aqui para o povo, né? Mas só que eu vou lhe dizer uma coisa, é tristeza. Pessoa, da agora mesmo eu estava conversando com aquela minha vizinha. Isso aqui é um lazer, rapaz, né? Coisa linda, né?

Será que você acha que isso aqui está do jeito que está? Oh oh oh

Ah Aqui vai ser alagado.
Vai, porque olha, aqui no inverno isso aqui cobre. A gente passa no ônibus aí, isso aqui está coberto. Aí vai ficar tudo difícil para o povo ah Eu tenho muita pena. Eu tenho umas amigas que ela elas moram para aí.

Eu digo, vamos. E a gente pega a bicicleta e vem, sabe? Vem comprar as ah galinha, compra laranja aí dentro. Aí tem linha. Olha, tem uma linha que é do Ibama aí, uma estrada, que passa lá pelo meu seringal.

E aí vai subindo aí de rua assim. E vão sair todo esse povão daí. Tem gente aí que chora, que chora para não poder sair daí. Eu acredito, porque morador de antigamente, eu que sou eu, lá quando jogaram arma em cima de mim, tem vezes que eu chego lá, me sento nos banquinhos que tem lá, eu choro, porque que de lá que eu tirei o pão de cada dia para os meus filhos, do meus meus filho hoje estão tudo criados, foi o pãozinho de cada dia que eu tirei foi de lá.

Pretendo! Ah, eu acho que tão cedo eu não saio daqui não, olhe, é. Eu já até falei para minha mãe. Mamãe, quando eu morrer, me ponha pertinho do meu pai. É.

Hoje ela hoje ela está indenizada em cinquenta e um mil, vendi por quatro mil.

Eu falei que estava muito custoso isso, sabe? Minha idade já está chegando. Eu já estou com cinquenta e nove ano, praticamente.

E aí mandei fazer a casinha do meu pai lá no cemitério. Está muito lindinha a casinha do meu pai.

Muito bonito. E aí, eles estão enterrando gente três por quatro. Eu já fiz um cantinho lá, sabe? Eu digo, aqui eu vou ser enterrada. Eu estou dizendo para vocês. Aqui A minha mãe disse que não quer ser enterrada. Quer que faça gavetão. vamos ver.

Está com quatro ano. E eu assisto.

Como é que foi isso?

Eu assisto, eu tenho um rádio lá em casa aí, então eu assisto o Jornal de Brasília, que esse projeto está de três anos para cá, esse projeto que foi indeni que que indeniza estão indenizando essas casas, porque está com cinco anos que eu vendi ela aí, minha casa, né?

Tinha documento. Foi passado em cartório. Foi.

Eu estava com um montão de roupa lavada.

Tá bom. Pois não, agorinha Troquei de roupa, aí entrei no carro e fui lá no cartório.

passei lá a letra para ele ele para mim, eu tenho o recibo da casa lá. Então, ah foi projetado em Brasília, eu assisto, foi projetado esse projeto porque a Tucuruí, a Tucuruí não foi indenizada. Eu tenho uma amiga, a velhinha, eh ela fazia, ia para lá, ficava debaixo de lona, ficava debaixo de arvoredo, tudinho, nunca foi indenizada. de três anos para cá foi indenizado. É Eu digo uma benção que a Santo Antônio indenizou esse povão, né? Porque vai que tu indeniza, para onde esse pes esse povo ia? Me responde para onde esse povo ia. Inclusive minha mãe, coitada, que aquilo ali que vocês viram ali, eh foi eh meu pai que deixou para ela. É difícil, né?

Você tem ainda algum sonho?
Tenho.
Que sonho você
Tenho sonho ainda de morar lá em cima do meu sítio. <laughs>

Tenho, eu tenho. Eu Tenho. Eh um dia desse mesmo eu falei para o meu marido, eu digo, eh gosto muito do meu sítio. Demais, nossa. Eu chego lá, parece que eu me sinto tão feliz, parece que eu durmo bem, sabe? É. E aquele sítio você que construiu para você?

Aquele sítio. Com isso aqui, derrubado de motos de de De machado, de machado com essas mãozinhas e desse carioca aí. Nós não tinha condição de comprar mach eh motosserra, né? É meio complicado as coisa, né?

Como é que foi lembrar a sua história? Poder contar a sua história? Como você se sentiu?

Porque, sabe, eu coloco isso tudo na minha cabeça e, sabe, tudo ah se eu ir num lugar Uma vez eu conheço. Tem gente que às vezes vai duas, três vez e não sabe. Eu sei. Eu ia na Só se se caso eu ir dentro de um camburão, no caso, assim, que Deus me defenda, que eu nunca entrei em camburão, graças a Deus.

Assim mesmo é a história, né?

Acho.

Eu converso na assim na sala de aula, eu converso com elas, é mesmo, mas a tua vida foi assim? Ah, mas minha vida não foi assim não. Eu digo, a minha vida foi sofredora, meu filho.